A gente começa sempre pelo nome. Qual o seu nome completo?

Local e a data de nascimento?

Qual era o nome dos seus pais?

E os avós? é...

Agora o do meu pai, <laughs> esqueci completamente agora.
Qual que é a atividade dos seus pais?
A minha mãe é copeira, meu pai trabalhou numa fábrica de sorvete, acho que de ajudante geral e tudo.

Não, dos avós não, não.
A a origem da família, você sabe dizer?

Sim, a família da minha mãe, as irmãs, a metade mora lá, né?
Você tem irmãos?
Tenho uma irmã e um irmão.
Qual a idade deles?
A minha irmã tem dezenove, o meu irmão
E o que eles fazem? Estudam?
O meu irmão estuda, a minha irmã trabalha num banco de secretária.
Eu quero que você volte um pouquinho lá atrás, eu quero que você me conte um pouco da sua infância. Conta para mim como que era, onde você morava...
Eu morava no mesmo bairro que eu moro até hoje, né? Que é?

<laughs> Eu moro lá desde quando eu entendo por gente, né? Ah, a minha infância foi boa lá, né?
O que que vocês costumavam fazer? Que tipo de brincadeira?
Brincava de esconde-esconde, <laughs> brincadeiras normais, né? De amarelinha.
<laughs> Brincadeira de rua.
É, de rua. <laughs> Brincadeira de rua mesmo.
Tem alguma coisa marcante que você lembra da infância que você queira contar? Uma história engraçada? Você era muito arteira? Como era? <laughs>
<laughs> Bem arteira, né? Costumava descer de bicicleta na minha rua, é uma rua bem, sabe, uma ladeira. Uma vez eu desci, capotei, caí, nunca mais eu fui na bicicleta até hoje, não sei mais <laughs> nem como anda, né? A história, acho que foi a brincadeira mais marcante, assim, que ficou na minha mente até hoje.
E os amigos, como que era?
Até hoje ainda tenho amizade <laughs> de todos, de todos, né? Todos os amigos ainda, né? Que legal.
E como que era o cotidiano na tua casa quando você era pequena?
Minha mãe trabalhava, meu pai também, depois de um tempo ele se entregou para o álcool, né, parou de trabalhar, aí só minha mãe trabalhava. Aí depois de uns anos ele morreu, antes dele morrer minha mãe já tinha separado dele, né? E foi isso, né? <laughs>
Que idade você tinha, mais ou menos?
Quando ela se separou, acho que eu tinha uns sete anos. Quando ele morreu, eu já tinha uns dez dez anos por aí, <laughs> Uns dez anos difícil
Fase difícil, então.
Foi bem difícil. <laughs> Bem difícil
Então, aí, mais ou menos, você começou a estudar?
Com sete anos.
Mais ou menos
É, nessa
Como que era a escola? Como é que foi o comecinho?
Bom, o começo foi boa a escola, né? Depois do primeiro ano segundo ano eu repeti por causa de problemas de família, né? Tive que ficar indo de uma escola para outra, porque minha mãe mudou um tempo, depois voltou para casa de novo. Aí até eu entrar a oitava série. Quando eu fui para a oitava série eu engravidei e parei de estudar para trabalhar, né? Tive que parar de estudar para trabalhar, né? <laughs>
Você tem dois filhos? é
É, dois filhos, dois
Qual o nome deles?

Eu comecei a namorar <laughs> com uns treze anos de idade, eu acho, com o pai dele. Aí, depois de dois anos e pouco, fiquei grávida. Aí fui, fiquei na minha mãe até os nove meses de gravidez, depois ele com seis meses, fui morar com o pai dele, aí depois de um tempo engravidei do outro, não deu certo, aí me separei, né?
Mas os dois filhos são?
Os dois são deles, os dois são deles.
E depois você parou os estudos, mas você retornou, como que foi isso?
Bom, eu não consegui retornar por causa do horário do serviço, né?

Eu quero voltar a fazer os meus estudos normais, né? A completar.
Mas você começou a trabalhar com quantos anos?
Dezoito. Com dezoito.
Qual foi a tua primeira atividade de trabalho?

Você lembra o primeiro dia de trabalho?

<laughs> Eu fiquei com medo, né? As pernas tremiam, tudo tremia, né? Não conseguia falar direito com as pessoas, né? Foi engraçado o primeiro dia, né?
E tem alguma história desse trabalho que você lembre? Queira contar? Como atendente, você lida com o público, deve acontecer muita coisa.
<laughs> Aconteceu várias coisas. É bem engraçado trabalhar. Tem um amigo meu que trabalha que fazia a gente rir o dia inteiro. A gente chamava ele até de tiririca, porque só vivia contando piada. Muito engraçado. Agora, de histórias, de fatos, não tenho muitos fatos. <laughs>
E daí você saiu desse trabalho Continua, como que foi a tua trajetória? aí eu
Aí eu continuei trabalhando lá, entrei com dezoito lá.

E como que foi, assim, essa oportunidade? Você foi atrás, eles foram atrás?

E a amiga da Marisa me indicou para ela, né? Aí eu fui fazer as entrevistas, passei e ela me deu a oportunidade, né? Estou lá até hoje.
E você começou lá?
abriu, né? Agora, esse ano mesmo. Tem um mês e meio que lá está aberto, né?

E como que está o trabalho agora?
está bom, está bom. É bem legal lá. <laughs> É bem legal. É um ambiente bem gostoso de trabalhar, né?
As pessoas são legais. ãh, alguma história que você queira contar para gente?

Ah, qualquer coisa, uma história que você ache interessante, que você tenha vivido, pode ser do trabalho, pode ser pessoal. Me conta um pouco como foi a tua adolescência, você nem me contou. <laughs>
A minha adolescência foi complicada, né, bem complicada, porque minha mãe separou, que eu falei para você, por motivos de... do meu pai, que entrou do álcool. Aí foi bem complicado, um exemplo. Da infância, eu só lembro de coisas tristes mesmo. Se ele chegar bêbado, para ter na minha mãe, me bater, só essas coisas. Depois da adolescência, eu morei um tempo com a minha mãe, aí ela casou de novo, casou de novo com outro rapaz, né? <laughs> Eu não me dava muito bem com ele, né? <laughs> Acho que foi um dos motivos de eu ter engravidado, para sair de casa mesmo.
Hoje você mora sozinha com os filhos?
Não, eu moro com ela. Com ela. Eu moro com ela.

Você saiu de casa, você casou e depois voltou?
Depois eu voltei. Depois que eu me separei, depois de um tempo eu voltei para lá.
E as crianças? Me conta um pouco delas.
São bem danados. <laughs> Bem danados, bem arteiros os dois. Os dois, muito danados. O pequeno principalmente, chamador da atenção. O que ele faz? Tudo que você imagina. <laughs> É o rebelde, é esperto, muito esperto. É uma criança bem esperta também. Só isso. <laughs> Então, acabou.
Então, acho que é isso aí. <laughs>

Obrigada.